Zero meia oito. Para começar eh, diz para a gente eh, qual o nome, o seu nome completo, a data e local de nascimento.

A data de nascimento, tem que dar mesmo?

Onze do

Cinquenta e oito.

Você tem irmãos?

Tenho sete irmãos. Sete irmãos. Hã O que você sabe sobre a origem da sua família?
Eu sei bastante coisas, mas não o suficiente. Gostaria de ter tempo para pesquisar mais. Ehh e
Eles vieram de onde?
Por parte de pai, eh, vieram da Itália, né. Por parte de mãe, eu tenho eh, portugueses. Tenho italianos, eu tenho negro, com muito orgulho é, e por parte de pai também tenho índio.
E como eram seus pais?
Olha, eh minha mãe era uma pessoa muito doente né, eu perdi minha mãe, eu tinha quatorze anos, e ela era uma pessoa mais depressiva, na época nem se ousava falar muito em depressão, não era uma coisa que se falava. Mas ela passou muito, muita força para a gente também, muito apoio para a gente. Ela queria que a gente vencesse, falava muito de que a gente tinha que ter uma profissão, na época ela já tinha essa preocupação. O meu pai é uma pessoa maravilhosa. Gosto muito dele, militar, do exército. Muito organizado, muito disciplinado com, né, como filho de militar, eu também herdei essa parte aí dele também. Disciplina, organização. E da minha parte, eu não sou nada disso também <laughs> né Mas a gente procura ser, né?
Sua mãe fazia alguma coisa?
Não, minha mãe era do lar. Do lar mesmo?

Quando você nasceu, onde a sua família estava morando?
Em Piquete.
Em Piquete mesmo?
Piquete mesmo. Hã
O que que você lembra da casa onde vocês moravam?
Olha, logo que eu nasci, mudaram de lá, né? Aí nós viemos para São Paulo Eu tenho lembranças da da da, da minha casa, de pequenininha, mas depois meu pai, como militar, mudava muito. Eu lembro de todas as casas. Fui criada, passei uma parte da minha infância em uma fazenda em Campinas, fazenda do Exército, fazenda Chapadão. Depois eu fi fiquei em alguns outros bairros de Campinas, São Paulo, e sempre mudando.
E como era o seu dia a dia?
Olha, na fazenda eu fui alfabetizada lá, né E âh, era muito gostoso, eu tinha muita liberdade. Tinha muita, eu me sinto assim privilegiada pela infância que eu tive. Agora, a fazenda tinha uma escola, a princípio duas professoras, depois uma só. Essa professora, aliás, a princípio essa professora dava aula para duas salas, depois ela ficou só com a gente. Aí, no ano seguinte, vim para São Paulo, fiz o meu segundo ano, fui muito mal e, eh assim, eu eu âh, só fui alfabetizada, não não não, não tive mais nenhum tipo de de, de orientação né, para a segunda série, então foi um pouco defasado para mim.
E e como era assim a relação entre você, seus irmãos, amigos quando, na sua infância?
Olha, minha irmãs, com meus irmãos, normal. A gente brigava, se defendia, brigava, mas brigava, mas também tinha muito carinho. É normal, né? Com coleguinhas, também, a mesma coisa. Eu tinha muitas amizades, brigava por nada, brigava por tudo, <laughs> e aí vai.
Você disse que morou já quando você era, eh, na sua infância, vocês moraram na, em uma, um período em uma fazenda. É. exército, e depois vieram para São
Depois voltávamos para a fazenda. Então, eu tive assim, a a, o meu primário então, o meu fun, ensino fundamental um, ele foi dessa forma. E eu gosto de salientar isso daí, porque a educação fundamental ela é a base. E é ali que ela vai dizer para a pessoa, você vai ter sucesso ou não. Porque se eu fosse acreditar no que me falaram quando eu fiz o Ensino Fundamental um, eu não estaria aqui hoje. Eu não estaria aqui hoje. Então, para você ter uma ideia, eu fiz a primeira série, como já disse, fui somente alfabetizada. e não tinha muito conhecimento. Quando eu vim para uma segunda série aqui em São Paulo, eu fui taxada como uma criança âh, burra. Eu Tive problemas sérios, eu não sabia o que que era um parágrafo. Então, na hora de fazer o ditado, a professora dizia, ditado, E ela falava parágrafo e começava a ditar, eu ainda estava no pa, do parágrafo, eu não sabia o que que era. Aí eu me perdia toda. Depois eu fui, eh eh, eu era tão inteligente que em casa, só que eu não perguntava, a criança não tem a liberdade que graças a Deus hoje ela tem. Eu não perguntava o que era parágrafo. Eu não sabia e não perguntava para coleguinha nenhum. Eu fui treinar a palavra parágrafo. Então, parágrafo. Quando ela começava, parágrafo. Eu acho que essa professora nunca corrigia um ditado meu, porque ela não percebia isso. E aí começava, mas eu não entendia o porquê do parágrafo. O que que era esse parágrafo? Complicou o dia que ela pediu parágrafo e travessão. Aí foi a minha desgraça. E eu me complicava muito. E as crianças, sabe que criança, eles são cruéis, né? Eles começavam a rir, falar ah burra, burra. E Até que, graças a Deus, a mãe dessa professora veio a falecer e entrou uma substituta. E eu já ali taxada como burra, como incapaz, eu não ia conseguir fazer mais nada, muito humilhada. E essa professora disse, ditado, todo mundo olhou para mim e já começaram a rir. E E ela falou assim, parágrafo, eu comecei a chorar. Aí ela chegou para mim e ela falou assim, você sabe o que é parágrafo?

ela resolveu o meu problema. Ela me explicou o que que era um parágrafo, um travessão. Certo? Então, eu tenho essas experiências que eu fui acumulando e eu falava, o dia que eu for professora, eu não vou fazer assim. Não vou humilhar. Né. Aí depois eu descobri, poxa vida, eu fui cri, eu fui assim, estudei numa escola de fazenda eh com toda dificuldade. A minha segunda série foi aqui em São Paulo. A terceira série Eu voltei para a fazenda e a professora ali fazia o que podia, dava aula para terce, uma, para na mesma, ao mesmo tempo, para para a terceira e para a quarta série, então ela não ensinava nem bem a gente né. O que pôde. Foi indo né Ó eh, ela era uma fazenda grande, tinha ali alguns, algumas famílias de japoneses que plantavam, acho que arrendaram ali, né? E tinha todo aquele movimento, tanque de guerra, tinha era um, era um quartel lá dentro, né? Só que assim, hoje é um bairro muito bonito, o bairro de Chapadão, mas tem ali ainda uma parte que é do exército. E era muito gostoso, era muito legal. Tive muito contato com a natureza, sabe? Muita liberdade.

Muito bom. E quando vocês vieram para São Paulo, como é que era o bairro? A rua? Eh, eh

tinha tanta liberdade, não. Naquela época, não se tinha tanta liberdade, não. Já tinha. Morava perto de avenidas, então já era mais. A minha mãe me trancava mais, né? Já tinha um cuidado maior. Eu estranhava bem.
fazenda quando, quanto, quando vocês vieram morar aqui? Olha, não tem
Aquilo que eu te falei, na fazenda eu me considerava muito feliz, eu era muito feliz, brincava demais, né? Eh Depois nós mudamos um bairro lá em Campinas, aí minha mãe veio a falecer, e aí eu vim para São Paulo, daqui não saí mais. Não tem nada assim de tão marcante na minha vida. Eh Como criança, eh eu sofri algumas injustiças. É uma coisa que criança não perdoa. Criança não perdoa injustiça, né? Isso marcou muito. Ser acusada daquilo que você não fez. De ter a intenção de fazer alguma coisa e ser mal entendido, mal interpretado. Foram coisas assim que Mas nada que me traumatizou, assim, <laughs> que tenha me dado, me
Deixado assim com trauma. E, além disso você, você tinha brincadeira assim que, que vocês gostavam?
Eu tive todas as brincadeiras de de de rua, todas essas brin brincadeiras assim âh da infância, essas brincadeiras, va vamos colocar aí, não sei se eu Certo? Folclóricas mesmo que que são brincadeiras tradicionais. E Eu tive a oportunidade de brincar com tudo Aqui em São Paulo não tanto. Aqui em São Paulo, quando eu vim para cá para a segunda série, quando eu vim para, em Campinas eu fiz a, a quarta série, mas num bairro fora da fazenda. Então eu também não tinha amiguinhos, não tinha. Mas, em geral, eu me relacionava bem. Um ano que eu me relacionei muito mal, que foi muito marcante, foi essa segunda série que eu vim para cá, que realmente a professora ela não foi uma pessoa assim que me ajudou muito. Eu não era um perfil de aluno para essa professora.
E como é que era essa escola da fazenda?
Ah, era uma escola muito gostosa, assim, simples. Ela mudou de local, de sede, ela era num lugar. Quando a professora tinha um espaço ali, dava-se aula para primeira e para segunda série, eu peguei esse momento. Depois nós fomos para um lugar mais confortável, para uma outra casa da fazenda. Tudo com aquilo que a escola tem mesmo. A disciplina no no horário de entrada, de saída, do intervalo. Tudo isso.

Normal.
Normal. E você tem lembranças boas assim? Ah
Tenho. Tenho lembranças boas. Eu tenho lembranças ótimas da minha infância.
Né. E, e a escola que você Cursou a segunda série? Como é
Olha, já era aquela escola de São Paulo mesmo, uma escola muito grande, que recebe aluno de tudo quanto é lado. Já não é uma escola assim que recebe aquele pessoalzinho da fazenda né. Era uma escola assim que vinha muita gente, de de tudo quanto é tipo de gente. E, eh, é uma escola daqui de São Paulo. Ainda ela está aí funcionando, está
E como era a relação
Olha, eu tinha meus amiguinhos, eu lembro disso, só que eu sofri muito por conta da professora, eu já falei. Então, teve um outro episódio que dinheiro, eu comprei um lanchinho lá, ela vendia um lanchinho, tinha caixa escolar, tudo para contribuir com a caixa, a gente comprava um lanchinho, ela não deixava a gente sair para o, para o intervalo, para fazer o intervalo, nem nada. Comíamos ali mesmo na sala, eu lembro que eu acabei guardando dinheiro de alguém que colocou na minha carteira ali, eu guardei tudo, aí fui taxada de ladra pelas crianças, porque eu falei, olha, esse aqui, aí falaram, me acusaram que eu peguei, sabe umas coisas meio loucas assim que aconteciam, né? Que ah, é o que eu já falei, né? A criança não suporta injustiça, essas coisas eu lembro bem, né?

Eu saía, vi visitava algumas coleguinhas assim na rua, mas não tinha assim aquela rotina que eu tinha na fazenda de do horário de brincar, de horário de sair mesmo, de saber que a brincadeira ia acontecer, que a gente ia se reunir. Era uma coisa que acontecia um pouco esporádica, vamos

Bom, na minha juventude, eu vim para cá, para São Paulo, quando a minha mãe faleceu, eu tinha quatorze anos. Saí de Campinas, Campinas na na na minha adolescência, tinha amizades, eu estava num bairro, numa vila militar também. Tinha minhas amizades, tinha, normal, não tinha problemas nenhum. Tinha a bai, o bailinho da garagem. Então, eu sou da época dos bailinhos da garagem, né? Então, a gente ia para os bailinhos. Naquela época se dançava mesmo, o menino com a menina. Se dançava, se paquerava, era muito gostoso. Não que não se paquere hoje, mas eu acho que hoje está uma porcaria, viu? Perto do que eu vivi Sabe? Hoje eu vejo as festinhas, os meninos aqui, dançando, sei lá o quê, as meninas ali. Pelo que eu observo, que eu pude observar com o aniversário que eu, que eu levei minhas filhas, que eu, festinhas que eu dei em casa, que a gente fez até em salão de festa, não sei, eu acho que eu aproveitei muito mais. Eu acho que a juventude âh, da minha época aproveitou muito mais, os adolescentes aproveitavam muito mais do que os de hoje. Me relacionava bem tinha, então tinha de tudo, acontecia de tudo. Tinha desde o inimigo né horroroso, que a gente não queria saber mesmo, que a gente pegava bronca, pegava birra e provocava, até aquele super amigo, aqueles que a gente tinha muita afinidade. Mas aí normal, nada de. escola para você .Bom, em Campinas eu fiz a minha quinta série, era a primeira série na época, também vindo de uma escola de fazenda e tinha, sim, as defasagens. Apesar de que eu sou muito grata né pelas professoras que eu tive da fazenda, não dava, elas fizeram o melhor que elas podiam, mas eu fui realmente, eh como diriam assim, hoje a pessoa fala fraca, aluno fraco, não é fraco, mas eu tive defasagens assim, e tive que recuperar e correr atrás, e como eu tinha uma mãe, Muitas vezes ela nem da, nem acompanhava. Eu ficava meio que perdida, meio que desorganizada, acabava não fazendo as coisas. Eu fui o tipo do a do, muitas vezes, do aluno displicente. Eu era boazinha, não era terrível, não. Mas sabe aquele que não entrega nada, que não faz nada, acaba não fazendo? E também, muitas vezes eu fui, eu quando, eu eu, quando eu era desafiada, eu me empenhava e provava. Sei que tive essa ocorrência com professora de ciências, que me desafiou alguma coisa, você não entende. entendo sim, e E acabei tirando uma nota, assim, estudando, e Mas eu tinha que ser assim, desafiada, senão, olha, não entregava mesmo o trabalho. Quando a minha mãe cobrava, aí sim, mas quando a minha mãe estava assim, mais, deixa assim, a gente eh, não acompanhava, então também não fazia, não não não cobrava. E eu entendo hoje o adolescente, porque se eu fosse assim uma adolescente e não tivesse cobrança, eu também não faria não. Coisa chata que é estudar, não é mesmo? Para eles, para a idade deles, certo? Hoje nós temos uma realidade aí que a criança ela não recebe mais aquela orientação. A mãe, coitada, sai para trabalhar. Sai para batalhar e muitas vezes ela fica sozinha e ela vai brincar na laje, empinar pipa, vai sair, vai para a rua e eu iria também, eu não as condeno não Eu não as condeno, eu iria também. Fazer uma lição, eu me colocando no lugar delas, de criança, porque não adianta você querer cobrar a uma responsabilidade da criança que ela tem, construir o aprendizado dela, ela não quer nem saber. Ela quer ir para a rua, eu iria para a rua também. Se não me cobrassem lição, se eu não tivesse que fazer nada, eu iria para a rua também.

Imagina que eu ia fazer lição, certo? Então, hoje eu vejo as crianças aí eh precisando realmente também de uma orientação. Eu sinto isso daí. Procuro ajudar meus alunos também nesse sentido, né? De ela é professora dentro da sala de aula, o que estava acontecendo com o aluno, ela não considerava de onde ele veio, como que ele era, e eu acho isso muito bonito hoje na escola, esse envolvimento que os professores têm que ter, que a educação tem que ter com a vida do aluno, certo? Então não é mais aquele número, É o aluno, o fulano, eh que tem lá uma vida complicadinha, que tem aquele monte de problemas que a gente tem que aprender a lidar com eles. Isso é muito legal na escola.
Você me disse que eh, na segunda série você teve uma professora muito importante para você. Muito importante não.

Eu tive uma professora horrorosa, que eh o ser, que eu não sei onde anda, mas aquela professora, ela acabou com a minha vida. O que aconteceu foi que uma substituta, num determinado momento, resolveu um problema como resolveu outros, me tirou outras dúvidas para ela. Eu podia perguntar. Então, olha a importância de você ser acessível para o aluno.
E na sua juventude, eh teve algum professor que te marcou?

Tiveram sim alguns professores que marcaram sim que, que falaram algumas coisas bem pertinentes, teve aqueles que realmente não ensinaram, não fizeram questão, que não não representaram nada. Teve aqueles que marcou mais, que ensinou, que queria ensinar, que queria explicar, queria que você entendesse, que ajudou de fato. Tive de tudo, né?
Eh, qual foi o seu primeiro trabalho? Bom
Eu casei muito nova, né? Eu casei com vinte anos. Fui mãe aos Dois. Eu tinha a minha madrasta, era uma relação assim meio que contu, conflituosa, e resolvi casar, tá? Casei Eu lembro que eu cheguei para o meu pai e falei assim, olha, as minhas colegas vão fazer cursinho, tudo. E meu pai falou, acho que ele estava louco para se ver livre da gente também, coitado. <laughs> Ele já estava ali com aquela vida, apesar de que eu tenho um relacionamento com meu pai assim, e hoje com a minha madrasta, muito bom.

Eu era ali, do lar, mas aí é, é outro negócio. Eu também agradeço a Deus pela minha infância, de ter tido um contato com natureza, ter brincado numa fazenda, e também por ter brincado com as minhas filhas. por ter curtido aquela infância com as minhas filhas, de fazer cabaninha em casa no dia de chuva, com os lençóis. Eu trocava os lençóis da cama, tudo, né? Elas já pegavam aqueles lençóis ali que eu ia lavar. fazer cabana, vamos fazer cabana, entende? Então, eu brinquei muito com elas, sentei ali na terra, na areia com elas. Isso para mim foi muito importante. eu lembro que eu comecei a fazer salgados. A minha sogra fazia, eu queria montar uma rotisserie, falei com algumas amigas e aí eu falei, gente, vamos fazer para ver como que é, vamos fazer os salgados, vamos fazer alguns pratos. uns congelados, se falava muito em vender os congelados, né, porque apareceu o freezer ali, todo mundo usando. E eu lembro que eu comecei a fazer bastante salgadinhos. Aí fazia, ganhava dinheiro fazendo salgados, fazia festas e sozinha, né. Primeiro quilo de coxinha que eu enrolei, a gente nunca esquece, levei exatamente umas cinco, seis horas. Né, depois a gente vai pegando prática né, fui fazendo, fui pegando uma freguesia. Aí resolvi parar de ganhar dinheiro e fui dar aula. eu ganhava muito bem com alimentação, né. Mas eu falava assim, Deus, eu não quero ficar aqui enrolando salgadinho, eu quero é estudar. Eu quero estudar. E já tinha tido uma experiência trabalhando num centro espírita, eh num trabalho voluntário orientado por um professor, na época era Fernando, ele foi um professor da Usp, hoje, se não me engano, ele está em São José do Rio Preto, não me lembro que cidade que ele está. E ele montou uma equipe para alfabetizar né, as pessoas ali que a, que o, da comunidade que o Centro Espírita atendia. E eu fui convidada para trabalhar ali e fiquei com uma turminha de mulheres. Tinha o clube de mães e eu fiquei também com alfabetização. Eu não alfabetizava, mas eu ficava com o segundo estágio. Fazia ler e tudo mais. E isso daí foi, eu fui tomando gosto, eu gostava disso, né? Gostava de fazer isso. E foi o trabalho que eu tive.
E o que te levou a ser professora de história?
Olha, não foi uma profissão assim, que eu vou dizer assim, que eu escolhi. Eu tive sorte de gostar de ser professora e de gostar da disciplina de história. Eu lembro que o meu ex-marido perdeu o emprego. Ele ficou dezenove dias desempregado né, ficou dezenove noites sem dormir. E eu dizia para ele, está vendo, se eu tivesse um emprego, se eu tivesse estudado, agora a gente ia dividir esse sufoco, com certeza eu ganharia para cobrir as despesas, mas né alguma coisa estaria ajudando. Aí ele arrumou o emprego e ele falou, olha, você pode estudar, se você quiser, vamos estudar. E aí eu escolhi né, uma uma, de tudo, foi uma coisa pensada, foi uma coisa assim eh que eu eu, não é como jovem que fica, vamos fazer, vamos ver, um idealismo. Eu falei, não, agora então, já que eu, vou raciocinar, onde é que eu posso ganhar dinheiro e vamos pensar no que que eu posso fazer, né?

Sentei, falei, eu gostaria muito de ser uma uma advogada, mas Está inviável, porque eu não vou dis disputar com essa meninada toda para ser, vai, trabalhar no departamento jurídico de uma empresa, eu não vou ter dinheiro para ficar montando uma estrutura lá, um escritório, ficar montando lá, esperar o cliente chegar, eu não tenho tempo para isso. Aí eu falei, olha, quer saber de uma coisa? Eu acho que eu vou ter um emprego garantido na educação. E eu gosto, já tinha tido uma experiência. Eu gosto, eu passei por muitas coisas na educação, coisas que eu não quero que um aluno passe. Não que eu seja maravilhosa, né, não que eu, não é isso. Como professora eu tenho, falho muito, erro muito. Eh, aí eu falei assim, ah quer saber de uma coisa? Eu gosto de história, sempre gostei. Eu lia muito. Eu falei, olha, eu vou fazer história, licenciatura.

Eu agradeço muito, porque eu fui criticada. Quando eu fiz uma pós-graduação na Eu ouvi de umas pessoas, eu sou filha da Puc, porque eu estou na Usp, eu sou da Usp.

E faculdade de segunda linha, tudo, né? Para mim foi ótima, foi perfeita, foi o que eu pude fazer, foi aonde eu cresci. Depois eu fui para, para a Puc fazer a pós-graduação e aí eu quis fazer o meu estágio lá dentro da Puc. E todo aquele pessoal que era da Puc, que era não sei da onde, eu fui a única que fiz lá dentro.

Porque eu fiz meu estágio lá e dei aula para uma turma de quarto ano, é, de quarto ano, no noturno, de história. Foi muito legal o que aconteceu, foi uma experiência muito boa. E eu fiz um trabalho sobre Cubatão, era um trabalho sobre meio ambiente, foi muito bom também. E uma doutora se interessou muito. Ah vamos mandar isso aqui para o quarto andar, isso aqui vai, vai dar um um mestrado muito bonito, com certeza, é um projeto muito bonito. Eu nem sabia que aquilo era um projeto, eu não sabia que sabia fazer projeto. E fiz. Eu falei, ah isso aqui que é um projeto? Ah, tá. <laughs> É isso que aconteceu, assim, para escolher minha profissão, para chegar onde eu cheguei. Foi uma coisa assim, pensada, raciocinada. Onde é que eu posso, porque eu não tinha mais tempo de de formar mais nada, entendeu? De fazer mais nada, assim, nesse sentido. Eu não tinha quem me bancasse numa estrutura para montar um escritório de direito, certo? Então tinha que ser alguma coisa assim que, bom, estou indo, vou ganhar dinheiro nisso, e
Foi o que eu fiz. E como é que foi o período na faculdade?
Ai, para mim foi assim, eu voltei para a faculdade já com uns trinta e tantos anos, né? Trinta e cinco, trinta e seis anos. E foi aquela sede que eu tinha de Então eu eu, e outra coisa, eu aprendi eu, diferente de outros colegas que trabalhavam, tudo, eu tinha tempo, mais tempo de estudar e estudava bastante. Aí eu lembro que eu estava no terceiro ano da faculdade, eu tinha feito estudos sociais, tirei lá a licenciatura curta e fui fazer história né os outros dois anos. E, sem querer, eu fui com uma colega minha, eu lembro que a minha filha estava junto, até a Delegacia de Ensino, porque depois a gente ia para o shopping, e tem uma diretoria de ensino né, delegacia, diretoria de ensino ali, de ensino ali da, se eu não me engano é Caiovas, a rua ali, né da da, perto da do do West Plaza ali. E eu cheguei lá, tinha aula de história, essa minha colega não podia pegar, Aí a supervisora, não sei se era supervisora, a pessoa que estava atendendo lá, muito delicada, falou, tem essas aqui, pega. Eu falei, mas eu não quero pegar. Não, você vai pegar. Vai pegar, já vai ganhar experiência, e já foi pondo meu nome, que não tem nada que ficar aí e à toa. Aí eu fui ver, falei, meu Deus do céu, mas isso aqui é aula de ensino médio, como é que eu vou fazer? Aula de ensino médio. Não vai dar para pegar isso aqui não. Não, você vai pegar, é substituição, vamos embora, pega. Eu falei, está bom, então vamos pegar. Aí eu lembro que no ano seguinte eh, ia ter concurso na prefeitura, teve um concurso na prefeitura, e eu falei assim, ah eu estou tão preocupada, porque aqui é idade moderna, eu estou vendo agora, e aí uma professora falou assim, ah, você vai lá dar um tapa, passa qualquer coisa na lousa, passa umas perguntas, passa um texto, umas perguntas, né? Ah, mas eu não vou dar tapa. Não sei fazer assim, dessa forma né. E eu me preparei muito para dar aula sobre de ida, né, sobre a Idade Moderna ali, aqueles acontecimentos todos. E no nesse concurso que eu prestei esse ano, o que mais caiu foi a Idade Moderna. Foi a minha sorte que me ajudou bastante. Eu não tive tempo de ler toda eh aquela literatura né, indicada pelo concurso, mas eu tinha clareza. Algumas coisas eu estava lendo na na, na faculdade e foi onde eu passei logo para a prefeitura. Fiquei efetiva na prefeitura.
Como é que era essa primeira escola que você trabalhou?
A primeira escola que eu trabalhei foi em Perus. Manoel Bandeira. Peguei quinta série, peguei oitava, peguei, acho que ensino médio, peguei o que tinha lá porque foi uma licença de um professor, que eu me lembro. Foi uma licença de professor que ele ia ficar trinta dias e isso foi no mês de agosto e ele acabou ficando até o final do ano. E, para mim, foi assim, eh, eu não esperava que a as crianças estivessem, estavam assim, estivessem assim tão indisciplinadas, as classes tão lotadas. Eu imaginava outra coisa, eu imaginava assim que fosse bem mais fácil. E E que os alunos, de que os adolescentes estavam assim cheios de opinião. De ponto de vista de, não daqueles adolescentes como eu fui, não, que está bom pai, está bom mãe, certo, está bom, obedece, está bom. Eles eram mais contestadores, né? E E eles são hoje mais contestadores, né? Então, eu fiquei um pouco assustada, que eu pensei que eu fosse chegar lá, como na minha época, que o professor realmente se impunha e acabou. Então, a coisa não foi assim, tive que aprender a lidar com isso.
E quais foram essas dificuldades, a princípio?
Ah, de relacionamento mesmo, algumas coisas que na minha cabeça, assim, não dava para entender porque que um aluno, porque tanta indisciplina, aí depois eu comecei a perceber, ah, não adianta, não existe receita de bolo, a gente tem que aprender a lidar com isso, ter que lidar com isso, fazer o melhor que a gente pode, fui fazendo. Aí foi isso, vai acertando, né? Errando, acertando. Eu tenho uma experiência que eu, eu falei assim para o menino, eu vou falar com o seu pai. Aí ele falou assim, vamos professora, domingo a gente vai visitar ele lá no Carandiru. Então algumas respostas assim algumas coisas assim, algumas ocorrências assim, que foi, eu fui começando a perceber né que a sociedade estava diferente, que a coisa estava diferente. Que nem um garoto que eu também falei assim, olha, eu vou chamar seu pai. Ele falou, não, eu vou chamar meu pai. Ele desceu. Ele desceu e isso foi na prefeitura, auxiliar de período, Falou, olha, o pai do menino está aqui. Ele gritou na rua para o pai. E o pai atravessou a rua e veio, bêbado. Aí o menino falou, a senhora não queria falar com o meu pai? Fala com ele agora, vê se consegue falar com ele. Eu senti, assim, uma revolta nesse menino. E eu fiquei assim, sem ação, sem saber o que fazer, sem saber o que falar. Fiquei, assim, super sem graça. E eu já não sabia, eu não, eu não soube lidar com aquela situação. Eu falei, é, filho, você vê, você tem que trazer teu pai aqui, porque você, aí você começa a entender que esse aluno é um santo perto do que tudo que ele passa, né? E que, realmente, você vai aprendendo algumas coisas.
como funcionava essa escola?
Era uma escola da prefeitura né, funcionava eh na naqueles pe, naqueles horários que a prefeitura oferecia né, que agora ela está diminuindo. É uma escola de prefeitura normal, é uma escola pública normal né, eh com poucas diferenças. Tem co, tem escolas que são bem dirigidas, tem escolas que não são tão bem dirigidas assim, mas tem uma boa coordenação. Tem escola que tem uma equipe de professores muito boa, tem aquela escola que tem aquela diretora boa, aquela boa coordenação, mas a equipe lá não é muita coisa. que tem de tudo. Eu sairia cínica se eu falasse aqui que tudo é maravilhoso, porque não é na escola assim que todo profissional que lida com a educação está preparado, está maravilhoso. Porque não é isso. A gente vê que tem muita gente aí que precisa se preparar mais. Eu mesma, estou falando de mim também, me incluo nisso. Me preparar cada vez mais né, para aprender a lidar com a educação.
Essa primeira escola que você trabalhou, eh como é que ela era nesse quesito?
Olha, <sighs> eu achava assim, normal, levei alguns alunos para a direto, para a direção eh, mas eu via que não dava em nada. Aí fui aprendendo a lidar, é uma escola pública normal, uma escola pública. Se você numa escola pública, eu falo dessa diferença, porque eu também dou aula numa escola particular. E numa escola particular, eles são eh, eles têm uma estrutura melhor. Não é que eles são melhores, eles são melhor estruturados para tudo isso né, para lidar com isso. A clientela é outra, certo? Também com problemas. Nós temos ali alunos também que sofrem um tipo de abandono, um abandono diferente né, daquele nosso aluninho que a mãe sai para trabalhar. Não é que a mãe abandonou na realidade, ela está suprindo ali as necessidades da família, ela não está abandonando. A palavra abandono aí fica meio estranha, né? Essas crianças abandonadas, largadas, que não tem mãe, que a mãe não, a mãe está lá, está com, está tentando colocar pão na mesa para esse menino né, que é a primeira necessidade. Está atendendo essas necessidades dessa criança. E depois eh ela vai partir para para o que pode. Numa escola particular tem também aquela família que dá mais importância, está inclusive pagando e exige uma cobrança melhor, tudo corre. E existe também aquele pai que não está nem aí, aquela mãe que não abre um caderno, existe de tudo.
Né. E como é que foi quando você dar aula na primeira escola particular? Só um instantinho, eu preciso trocar a fita
Foi mais para o final do ano, eu fui substituir uma professora, então entrei ali consciente, que eu estava só finalizando, né? E acabei não ficando, até porque sabia que era para, hum, para cobrir ali aquela necessidade. E a segunda é uma escola que eu gosto demais.

Nossa, é uma escola fantástica. Eu gosto muito, tá? Dessa escola, de trabalhar nessa escola. Muito boa. Muito bem orientada, é um pessoal muito bom, né? Tenho que falar isso. Agora, eu sou adjunta na na na prefeitura, passei por várias escolas da prefeitura e também dei, tive algumas experiências no estado. Também gostei muito. Eu não não não tenho eh, para falar aqui, para fazer uma crítica eh, de uma das escolas por onde eu passei. Para mim, tudo normal, correu assim, tudo bem. Teve aquele dia que você se irritou até com a atitude de um colega, mas isso também acontece na escola particular, né? E nada que marcasse, que né, que desse um trauma qualquer, não. Tudo normal. Tá. Há quanto tempo você dá aula? Desde de noventa

Desde quando você começou na na carreira de professora até agora, quais são as mudanças que você sentiu? Ah, muitas, você vai amadurecendo eh

Sabe, vai amadurecendo, vai conseguindo, vai acertando. Você erra também né, pela experiência também te faz errar, você está ali no dia a dia, mas âh, a gente acerta mais conforme o tempo vai passando.
E na escola, para você, quais foram as maiores mudanças
Olha, eh eu não senti tantas mudanças assim. Eu vejo um grande assistencialismo na prefeitura. Não que o aluno não tenha que ter ali o seu material, o seu uniforme. Não é exatamente, sou contra isso. Que tenha que receber seu leite. Nada disso. Eu acho que tem que dar até. Não, não sou contra isso. Mas tinha que se pensar de uma, uma outra maneira, a realmente ver a presença do aluno, cobrar essa presença desse aluno, eh que não se cobra, acaba se dando leite ali para aquela mãe que vai lá bater, âh vai brigar ali na, ah porque eu quero, porque meu aluno faltou, acaba se dando leite para ela. E acho que ali não era naquele local. Mudou bastante, mas o que tem que ser feito na educação para mim, ao meu ver, não é feito não. Não existe vontade política para se melhorar a educação. Nós estamos faze, estamos, nós estamos com outras necessidades hoje. Essa criança tinha que ficar o dia inteiro, de fato, na escola. Ela tem que ficar na escola porque essa criança não tem onde ficar. Então, a mãe tem que sair, levar o seu filho para a escola e trabalhar e fazer o que ela tem que fazer. E essa criança tem que ficar o dia inteiro ali, porque muitas vezes todo um trabalho que você começa a construir dentro da escola, como orientação, lá fora, esse trabalho, ele é, vamos dizer assim É destruído, vamos dizer né, existe uma outra força aí contrária né, e essa criança tinha que estar sendo, recebendo ajuda de fato eu fico revoltada com os políticos falando que agora as crianças em séries iniciais estão com dois professores eu acho isso daí é uma enganação por que que não coloca nas séries iniciais quinze alunos dentro de uma sala de aula para o professor trabalhar esses quinze alunos E para com essa enganação. Por que que né, uma quinta série tem que ser superlotada com quase quarenta alunos? Por que que nas séries iniciais, quinta, sexta, primeira e segunda série, as salas não são menores?

Então, eles falam que dão, que fazem, que dão, e que não sei o quê, e que aumenta a escola e tal, e que coloca dois professores.

Colocar dois professores numa classe de primeira série com trinta e cinco alunos. Para quê dois? Então, coloca uma sala, um professor para cada sala, menos alunos.

Questão do da organização da escola, desde quando você começou até hoje eh, você sentiu que tiveram mudanças?

Eu sinto assim, vai de escola para escola. Tem escolas que são mais organizadas em algumas coisas, vai da equipe de professor. Eu acho que ficou muito para o professor. O professor, ele está batendo de frente ali com o aluno, ninguém ajudou esse professor. no que diz respeito à disciplina. E foi um horror, você sabe que tem molequinho hoje de onze anos que te desafia, que te te responde de uma forma assim bem grosseira, coitadinho, e e tudo e. Até quando você tem a paciência, a tolerância de só compreender? Você também perde a paciência, você é humano, você também perde, fica indignado com certas coisas que você ouve. E esse aluno ele tem uma defasagem, muitas vezes, que a escola tenta oferecer uma aula de reforço, alguma coisa. Muitas vezes o professor que pegou essas aulas já tirou licença e aí eles não colocam outro no lugar. São umas coisas assim, meio estúpidas, que eu vejo em termos de organizar a escola, da da das diretorias de de ensino, desses núcleos de ensino organizarem essas essas escolas, sabe? Eu faço críticas nesse sentido, tá? Que nem a criança, ela não vai para para para a aula de reforço, às vezes oferece e depois O coordenador só vai tomar eh noção disso, de vai lá, pede às pressas para para poder acionar o conselho tutelar, e daí para frente a gente não sabe como fica, o aluno acaba sendo retido, o aluno desaparece, tem algumas coisas assim que.

Tem muita coisa, tinha que estar mudando Tinha muita coisa que tinha que estar mudando na educação.
Sobre essa essa questão, âh como que se relaciona ao seu jeito de dar aula?
Olha, o meu jeito de dar aula é assim. Vai muito do assunto, da sala, certo?

Eu não não tenho uma uma uma receita certinha, assim, certo? Eu, às vezes, entro de uma forma. Pessoal, vamos lá, vamos falar sério, eu trato um assunto com uma seriedade maior. A disciplina de história, ela é muito abstrata para o aluno. Então, você tem que tornar aquilo concreto. Então, você tem que brincar bastante, fazer ele perceber a a a, o que aconteceu num determinado momento, como era num determinado momento. Então, você faz um pouco de teatrinho, brinca um po, um pouco com a sala, porque senão fica muito distante, fica muito abstrato para eles.
Né. E sobre a sua relação com os
Olha, eu gosto dos meus alunos, eu acho assim que eu sou uma professora também querida por eles. Agora, com certeza, tem aquele que me detesta, que me odeia. E tem aquele aluno que realmente não me cai bem. E E eu falo isso porque tem gente que fala que você tem que amar todo mundo, amar os alunos. Mas eu acho que você tem que amar aquilo que, aquilo que você faz, que é dar aula, certo? Você ama dar aula, você gosta mesmo, você, é isso que você quer, então você vai conseguir tratar bem todo mundo e relacio, se relacionar bem com com os alunos, né.

Como você planeja o seu curso? Tem alguma relação com Pê cê enes, livros, projetos da prefeitura? Olha, eu
Conheci a história temática e me apaixonei por ela. Eu assim que a história temática ela ajuda mesmo o aluno a partindo de um tema. entender o que aconteceu em vários momentos da história. Eu procuro, por exemplo, trabalhar na suplência com a história temática. Então, eu deixo muito claro para eles a questão do tempo e a história, eh a questão dos períodos da história, que muita gente critica, critica, porque, pelo amor de Deus, eu estudei numa época aí que era proibido falar Não se podia falar na linha do tempo, era uma crítica. Eu acho que ela, para fins didáticos, ela funciona muito bem. Eh Você tem que ressaltar o caráter né, europocêntrico né, mas você pode partir e mostrar para o aluno que a vidinha dele tem várias passagens, vários períodos, vários momentos. Que a história da cidade dele também, que a história da China também, que a história do do do Brasil também tem vários momentos, vários pedaços, eu falo pedaços, e que a gente pode passear pela história por esses pedaços, como a criança vivia no Brasil colonial. Como é a criança hoje? Como é a criança na antiguidade?

E assim vai. Eu gosto de história temática. Eu gosto muito mais do que a história linear. Não, porque, veja bem, eh na escola particular é a linear mesmo. Então, eu trabalho, mas estou sempre ressaltando alguma coisa, eh estou sempre colocando um texto eh diferente. Estou sempre ressaltando, sim, algumas coisas assim, algum tema. Eles trabalhavam com história temática, de repente, resolveram passar, escolheram lá outros livros né, escolheram lá eh a história linear mesmo. E né, na prefeitura Eu trabalho muito com leitura dos alunos. Eu gosto de que o aluno leia e, depois de um certo tempo, eu gosto que o aluno me diga o que que ele entendeu dali, então eh Eu uso o livro que tem. Sabe aquela coisa, você se vira com o que tem, você vai para uma cozinha fazer uma comidinha, Vê lá a panela que tem, você vai se adaptar, você vê lá o prato que tem, o que dá para usar, é como se você saísse da sua casa, fosse para uma casa da praia que você não conhece, e lá você vai ter que fazer a comidinha, e lá você vai usar o que tem, os utensílios que tem ali. E a escola pública né, é assim, você vai usar aquilo que tem, você tem escolha de livros, eu participei né, da escolha de livros, mas como professora adjunta Eu escolhi, mas o ano que vem eu vou estar em outra escola e eu vou ter que usar os livros que tem. E eu uso livro sim, eu acho que é fundamental a leitura para a criança. Tem que pôr eles para treinar a leitura. Que eles já leem tão pouco, então na sala de aula, vamos ler um parágrafo, vamos ler. E Eu percebo que eles melhoram muito, né Então não dá para você muitas vezes aplicar. Já o noturno eu trabalho com a história temática.
E como é que é feita a escolha dos temas?
Olha, eu vou pesquisando bastante, quem seleciona os temas sou eu. Eu gostaria muito de poder, é um sonho que eu tenho, é um desejo que eu tenho, gostaria de ter tempo de organizar isso, escrever esses temas, sabe? Fazer, eu já, eu já tentei, comecei, tenho alguma coisa guardada, sabe? E e e Em casa, para suplência, né? Eu gostaria muito de escrever o o o livro didático. Só que não me sobra tempo, vontade eu tenho, mas não tenho como fazer isso, eu não tenho, a minha realidade é outra, talvez daqui para a frente. Eu me separei, fiquei com as minhas três filhas dei uma formação acadêmica para as três, graças a Deus, não foi fácil. Elas estão bem hoje, caminhando né, você dá esse norte e elas vão graças a Deus Mas isso daí me fez com que eu trabalhasse, e ainda estou nesse ritmo Aí você me pergunta, e a qualidade? Eu falo, nossa, eh eu faço de tudo para manter, mas tem, não vou dizer para você que eu dou a melhor aula. Olha, de manhã eu vou muito bem, de tarde eu começo a ratear, à noite eu estou ali me segurando. Mas eu procuro organizar o meu melhor, fazer o meu melhor. Mas com certeza, essa carga de horária é, horária é um é um, é uma coisa insana, é uma falta de respeito comigo mesma, né? Eu não me respeito, eu sou muito sem vergonha, porque se eu me respeitasse, eu não trabalharia dezesseis

Mas eu não tenho vergonha na cara, entende? Porque também <laughs> tem um monte de compromisso. Eu não tenho, tenho muitas dívidas, então eu fico nesse, nesse. E aí, gente, tem aquela coisa toda, ah mas professor, só fala em pagamento, só fala em bem e e, olha, o professor, ele leva uma vida ah, material ali como todo mundo, ele precisa comer, ele precisa sobreviver, ele tem sonhos, ele quer gastar, ele é consumista também. Qual é o pecado em você ser consumista e querer ganhar mais, para consumir mais? Você está no mundo capitalismo, bem, a parte mais gostosa do capitalismo é essa, você ter dinheiro para gastar.

Pelo menos <laughs> Tirando toda aquela injustiça, <laughs> tudo que, esse munducão aí, né? E o professor, ele quer gastar, ele quer viajar, ele quer. E aí ele vai ter que se sobrecarregar. E não pode. A carreira do professor não pode ser dessa forma. Ele teria que dar uma aula, certo? Num período, né? Dar aula num período. No outro período ele tinha que estar na escola, que permaneça na escola, mas organizando a as suas atividades e tudo mais, até cobrindo uma aula, né?

O professor aqui no Brasil, do jeito que a educação é organizada, eu acabo fazendo indevido. Acabo trabalhando demais.
Né, você Você utiliza o livro didático para treinar a leitura dos seus alunos né. É. Eh Utiliza esse livro didático para mais algum fim? Como você usa esse livro?
Olha, o livro didático é aquilo que eu falei, não é aquele que eu escolhi. Como eu sou, eu sou adjunta, eu vou para uma escola e vejo lá o que tem. Eu utilizo esse livro, eh fa seleciono algumas partes do livro, não dá para dar tudo. Eu gosto muito dos textos complementares. Tem alguns livros que eu fico mais feliz em, talvez porque tenho essa tendência a trabalhar temas. Eu uso muito o texto complementar. Eu vou, que nem, olha, gente, Roma Antiga para a quinta série é de matar. Então, o que que eu faço? Eu fa, apresento Roma antiga e começo a brincar com eles. Eu falo que Roma era assim, pequenininha, todo mundo faz isso. Ó Olha, era assim, uma aldeiazinha. Depois ela ficou assim, depois ela ficou assim. A gente começa a fazer, brincar. Falo né, mostro no mapa, olha como Roma cresceu, mas isso ainda está distante lá para o Aí eu começo a pegar o cotidiano desse desses romanos, como era, você está entendendo? E eu vou selecionando algumas partes do livro. Tem partes que eu não quero nem saber, do Raio do virato para criança de de de de de de Aqueles acordos de generais, eu vou só falando, olha, e depois que começa a mandar é isso, aí tem o imperador tal, e muitas, eu vou selecionando muitas coisas né, também do Egito né, mais o cotidiano, como que era a vida do né, da da da criança, e eu acho que você consegue atingir muito mais Do que você pegar uma criança de quinta série e massificar. Por isso que eu gosto da história temática, porque você seleciona, ele aprende, ele vê a vidinha dele, ele vai aprendendo os momentos É assim, melhor do que A linear Que eu seleciono bastante.
Eh, qual que é Seu trabalho, você já falou para a gente sobre a questão financeira, o que mais, sobre o sentido do seu trabalho
Olha, eu gosto demais de trabalhar e de perceber que eu estou contribuindo eh com a formação dessas crianças. Às vezes eu falo assim, ai meu Deus, que que eu estou fazendo aqui? Eu não vejo resultado, eu não vejo nada, eu não vejo sentido na escola, eu eu fico totalmente desanimada eh, sem estímulo nenhum. Você corrige uma prova e um uma atividade, você vê, gente, eu não consegui fazer essa criança Atingir absolutamente nada, sabe? E aquilo me dá uma profunda tristeza, mas depois eu começo a pensar, não, tem a coisa certa, a hora certa, eles vão amadurecer no momento certo com algum conteúdo que vai aflorar num outro momento, né? Agora, eu muitas vezes me sinto desestimulada até pela estrutura do ensino, como está o ensino. Se fosse estruturado de uma outra maneira, se levassem a sério a educação no Brasil, porque eles fazem de conta que está tudo certo e que está tudo bem. Eu acho que a partir do momento que você tem, como eu já disse, vou repetir, séries iniciais com mais de trinta alunos, trinta e cinco, trinta e sete alunos Não venham me enganar, dizer que o governo está fazendo alguma coisa, que a prefeitura está fazendo alguma coisa, que agora vai melhorar, que agora vai alfabetizar, que agora essa criança vai aprender. Isso é mentira. A escola particular, eh eu tenho na sexta série trinta alunos Só que existe uma realidade. Eu não estou falando do que é melhor nem do que é pior. Eu não estou fazendo comparações nesse sentido. Estou apresentando a realidade de cada uma. Na escola particular, tem aquele pai que colocou o filho ali E aquele filho tem que fazer uma lição, existe uma estrutura, existe uma coordenação ali para quatro salas, existe uma cobrança maior. A criança é mais cobrada e ela faz. E o resultado de uma lição de casa É realmente um resultado melhor no aprendizado da criança. Você está lá, você levou uma equação matemática, você levou lá um exercício de matemática, você está fazendo o que nesse exercício de matemática? Você está afirmando o seu conhecimento. Você está respondendo ali, fazendo uma análise sintática, você está eh firmando o seu conhecimento e tudo mais. O que não acontece muitas vezes na escola pública, não tem uma cobrança E ali tem uma cobrança maior, tem uma rigidez maior. Que eu também faço crítica muitas vezes, que eu acho que podia ser um pouco mais light até. Poderia ser âh, às vezes, uma cobrança de postura do professor, de postura da da da da criança, que também podia ser um pouquinho mais, podia
Ser mais suavizada, né, podia ser suavizada. Eh, qual que é a relação do seu trabalho com a sua vida fora da escola?
Olha, se eu falar para você que eu sou aquela pessoa que não mistura as coisas, que dentro da minha casa a escola não entra, que a casa não entra dentro da escola, eu também estaria mentindo porque eu não consigo fazer isso. Eu levo os problemas da minha casa para a sala de aula e levo os problemas da sala de aula para a minha casa. Eles andam comigo, passeiam comigo. Eu, e eu talvez vocês falam, você precisa de um tratamento, qualquer coisa, mas eu não não consigo separar.

Eu não consigo separar. Eu estou num determinado lugar, eu estou falando da escola, estou pensando na escola, âh, eu estou na escola, estou lá pensando na minha família, nas minhas coisas, na minha vida pessoal. Então, para mim, está tudo junto. Não tenho, sabe? Ah, eu não misturo. Eu misturo tudo.

Seu maior sonho, tanto em cunho profissional quanto pessoal?
Bom, eu já me considero realizada porque eu dei formação acadêmica para três crianças. Para as minhas três filhas. Então, ver, vendo minhas filhas né, já engatinhando na na profissão, a outra já está muito bem, uma casa agora o mês que vem né, a outra vai casar em fevereiro né, daqui a pouco vem meus netos, eu quero ter né Eu adoro a ideia de ser avó, não vejo a hora de ser vó. (aspiração) E E eu gostaria de trabalhar menos para trabalhar melhor. E gostaria muito de trabalhar, eh o meu sonho profissional é trabalhar realmente fazendo, elaborando temas, livros, pesquisando, montando um trabalho para o noturno. Eu olho o noturno assim de uma maneira muito especial, os meus alunos do noturno. Às vezes eu falo assim, meu Deus, será que eles estão assimilando? Aí eu percebo, quando eu tive a possibilidade, como adjunta eu mudo muito, mas de acompanhar da quinta para a sexta e pegar aquela turma se formando, eu consigo perceber um salto, eu fico muito feliz né, um salto na vida deles, né? E você passa toda aquela segurança, vai em frente, você vai conseguir e tal. Mas o meu sonho mesmo era trabalhar, escrever alguma coisa para o noturno, para o ensino noturno. Eu gostaria de de trabalhar com história, geografia, formar, montar um caderno, apostilas assim, em conjunto com outros professores, para ajudar meus alunos no noturno.
O que mais você gostaria de mudar na sua vida profissional?
Olha, direção, eu até passei num concurso aí, mas não sei se eu vou ser uma boa diretora, não. Eu acho que eu não, não quero ser diretora. Coordenadora também, não é uma coisa assim que me, sabe Acho que eu vou querer ser professora mesmo, sempre. Sempre professora e escrever esse livro, fazer, desenvolver esse trabalho. Eu gostaria muito de desenvolver esse tipo de trabalho. Só que aí, como eu também tenho que trabalhar bastante, eu pretendo estar reduzindo a partir do ano que vem a me, a minha carga horária, né? Para ver se me sobra tempo para fazer aquilo que eu quero.
Ok. Eh O que você achou de contar um pouco da sua história?
Ah, eu acho muito gostoso, eu acho muito interessante, isso fica, tem como troca de experiência também, né, é muito bom falar, eu sempre fui falante, eu gosto muito de falar, de contar, <laughs> então,